Boa tarde.
Boa tarde. eh, por favor, para começar, eu queria que você dissesse seu nome completo.

E você nasceu onde e

mil novecentos e sessenta e sete. E qual o nome dos seus pais?

E dos

E todo mundo é de? Todo mundo. A família toda? A família inteira. E e a atividade da da sua família? O que que seus pais e seus avós
O o meus pais, ele eles trabalhavam na na lavoura, né? Eles eram agricultor. O meu pai, meu ah meus avôs. A minha mãe sempre foi costureira. Agora, o meu pai, ele sempre trabalhou na roça, na
E os seus avós também?
Meus avós também.
E você sabe a origem do nome da sua família?

Seu sobrenome, você
Não, na verdade eu não não não sei a origem.

Tenho, mais cinco irmãos.

Vocês são em cinco?
Você tem mais cinco. Nós somos seis.
Tem mais cinco. E e qual é Aonde vo onde? Você se encaixa aí, você é a mais nova, a mais
Eu sou a mais velha.
A mais velha?
A mais velha de todos. Fui a
a primeira. São quantas mulheres e quantos
São três mulheres e três homens.
Três e três? Bem dividido. E eh eles todos Eh eh são também... Todos nasceram em Icó, criaram
Todos nasceram na mesma cidade e se criaram lá. A nossa infância foi toda lá.
E e conta para a gente como que era Icó, na sua infância. Assim a a Onde você morava quando você era criança em Como que era ali a região onde você
Bom, na verdade, eu não morava bem na cidade né eu morava num num lugar meio distante da cidade. Mas daí foi a minha infância foi muito legal, foi gostosa, me divertia muito, saía bastante para as para as festas. Eu eu sou nordestina, o pessoal nordestino gosta muito de de dançar, de forró. Eu saía bastante.
E e como que era esse esse convívio, essas festas? Porque Icó é no no Ceará, né? Então, também tem a tradição de festas juninas, tem, essas festas todas têm essas tradições

Conta um pouquinho para a gente. Tem a tradição da festa junina, tem a a festa do Senhor do Bom Fim, que é no final da passagem do ano, né? Então, é são as as festas mais, eh vamos dizer assim, que ficam em destaque na cidade. desde pequena? Desde pequena.

eu que eu nasci, me

vendo e participando dessas festas.
os seus irmã seus irmãos são mais ou menos da mesma idade, foram, cresceram, assim, ano após ano foram nascendo... Quais as idades deles? Não
a diferença eh de um irmão para outro, vamos dizer assim, é de Dois anos?

E vocês
Nós costumávamos brincar, a gente morava no interior, a gente costumava brincar de casinha, de esconde-esconde, de cair no poço, passar anel, um monte de coisa legal que a gente ia descobrindo né, ia inventando, aliás.
E a escolinha na sua infância, como que era? A minha escoli eu eh
A minha escola era pertinho da minha casa. Nossa, eu fazia uma festa para ir. No dia que estava chovendo, então, eu ia a a pé para a escola. No dia que estava chovendo, a gente fazia festa, brincando, no caminho para a escola. Muito bom.
Chegava toda suja ou não? <laughs> Não, ah
ah, na verdade a gente vinha, uhum, quando chegava suja, quando vinha de lá para cá. Mas daqui para ah quando a gente ia, a gente tomava um pouco de cuidado para não chegar lá suja, né? Mas quando a gente voltava, a gente liberava.
E você era estudiosa? Eu nunca
nunca eh fiquei um ano. Nunca fiquei reprovada um ano, nunca fiquei em recuperação. Sempre sempre passei de ano, sempre estu sempre cumpri com meus deveres na escola, sempre que pedia atividade eu estava pronta ali, já dava na hora.

foi que a gente mudou para perto da cidade, mas a gente morava bem no interiorzão mesmo, bem lá no... Vamos dizer assim, no sertão. Icó é uma cidade?
Grande?
É. Mais ou menos grande. Assim, não tão grande, mas é... Para a região, ela é considerada, é, uma cidade de médio porte, digamos assim?
É. E e quando você ainda era criança e morava na zona rural, nesse no sertão, digamos assim, uhum, como que era essa região? Fala para a gente.

Realmente essa questão de de de falta de água de é é uma realidade nessa onde você morava? Era, eh
É realidade. Ainda hoje é realidade. Existem alguns pontos lá que ainda tem esse fracasso de água. Quando não chove, eh fica eh o pessoal tem abastecimento de água é através de carro-pipas.
E como que era... Antes? Não, quando você morava lá, como que era na sua família né, na na na prática, essa questão da falta de água, por exemplo? Tinha dia que vocês não tinham água, tinham que ir buscar em algum lugar?
Não, eh na verdade, a gente sempre, quando a gente morava lá no sertão, a gente tinha poço. Ah, o poço resolve, isso, essa tinha poço e, tipo assim, cada uma família, vamos digamos assim, que tinha um poço no no no determinada, determinado lugar. Só que, quando não tinha, os vizinhos emprestavam aquele poço para a gente tirar a água.
Então tinha uma comunidade. Tinha uma
toda ali. Comunidade.
Como era o convívio com essa comunidade, o convívio com os vizinhos, com essas... Era
legal. Todo mundo ajudava um ao outro. Quando um não tinha eh uma coisa, ah o outro chegava e ajudava. Perguntava o que estava precisando. Muito legal. e o convívio era bem bem legal.
E a casa que você morava nesse período, como era? Conta para a gente. Descreve a sua casa. Ah, a minha ca... Conta para a gente como é que era, como é que era os, quantos quartos, como era a sala. Conta para a gente.
A minha casa era de tijolo, assim, tijolo mesmo, sem sem reboco, sem nada. Era em preto. Não era cimento, era só barro mesmo. Para a gente varrer tinha que aguar para não levantar pó. Os copos que a gente tomava água eram de alumínio, não tinha copos de vidro. Tomava água, era tinha uns potes de barro, a gente colocava um pote de barro lá na sala, digamos assim. Aí A gente colocava o pote, pegava a água, e colocava tinha um pano para coar a água, a gente colocava na na boca do pote e coava a água.
E o que que qual era a comida típica dessa da sua infância? assim, o que que você mais se lembra de de comer nesse período? Eh
A minha comida era angu, que o eh aqui aqui no em São Paulo é... Como que chama? Esqueci o

Polenta. A gente comia angu com rapadura. Angu com rapadura? É. Que

Qual a sua comida preferida? Ãh. Qual a sua comida preferida?
A minha comida preferida é baião de dois.
Baião de O baião de dois, fala para a gente o que que é um baião de
É o arroz feito junto com o feijão. Ah, ele é cozido junto?

não, tipo assim, cozinha o feijão, aí depois você põe uma quantidade numa panela, põe a água, o caldo do feijão e faz o arroz dentro. Aí tempera com o que você quiser, com queijo, ou com tocinho, com bacon.

era lamparina.
Lamparina?

E vocês plantavam alguma coisa?
Tinha uma horta, alguma coisa para para... A gente plantava, tinha... Meu pai, na verdade, meu pai trabalhava alugado, né? Trabalhava para outras pessoas, hum, que ele ganhava para trabalhar para outras pessoas. Tipo assim, limpava... eh estocava ma eh toco, madeira, essas coisas, para outras pessoas. Aí ele comprava os ah o alimento para a gente.
Mas vocês não tinham uma plantação de vocês mesmos, uma
alguma coisa. Não, nossa mesma não tinha. Porque a gente era uma era muito humilde, né? Eh eu vim de uma de uma família muito, digamos assim, a gente passou muita necessidade. A gente não tinha e aí os outros ajudavam a gente.
E você começou a estudar, você disse que era uma escola bem perto aí da da da sua casa. Isso ate
a oitava sé, até a quarta série, era bem próxima da minha

Mais ou menos com uns
Você começou a estudar com
Isso, porque lá no lá onde a gente morava, no sertão, não tinha esse acesso. Ah, então no sertão vocês não tinham. Não, não. escola próxima, ah... Só depois que a gente veio.
Ah, quando você mudou para mais próximo da cidade. Isso.
mais próximo da cidade, aí que tinha escola.
Entendi. E você cuidava dos seus irmãos como você era mais velha nesse nessa época? Cuidava.
Cuidava, minha mãe saía e deixava deixava eu como encarregada da casa. Para cuidar dos meus irmãos. Às vezes eu ficava com meus irmãos pequenininhos. Eu não conseguia nem colocar, pegar ele no colo para trocar. Eu trocava porque lá não tinha berço, não tinha cama. Eu trocava na rede mesmo. Era rede. Ah, vocês dormiam em redes. Era, cada um tinha a sua rede, porque não tinha cama. Era rede.
E você disse que sua mãe era costureira, né?

Ela costurava para pessoas ali da região mesmo ou para as pessoas da cidade?
Ela costurava para para as pessoas da região e costurava também para igrejas. Tipo assim, quando ia ter primeira comunhão, eh ia ter batizado, as pessoas eh pediam para ela fazer as roupas.
E aí ela costurava na sua casa mesmo? E aí ela costurava.
É, na casa da minha avó, que a minha avó tinha máquina.
Ah, e sua avó mo Morava
sua família morava... ao Próximo. mundo meio próximo.

Durante a minha vida a minha vida no sertão, eu morei sempre pertinho da minha avó. Do meu
Do da mãe do meu pai. E da família da sua mãe?
Da família da minha mãe, um pouco mais longe.
Mas também por ali.
Mas também na Redondeza.
Bom, aí você disse que em setenta e pouco, setenta e... Setenta e seis, seis, vocês, sim é, foram para uma casa mais próxima da cidade. Mais próxima da cidade. Né Por que que vocês se mudaram para essa casa? Ah
Em busca de uma vida melhor, né? De um pa de um padrão de vida melhor, que a gente não tinha. Mas seu pai continuou trabalhando na agricultura? Continuou, mas aí tinha ah eh eh já era nosso mesmo. A gente era tipo uma comunidade, mas cada um tinha o seu. Aí já tinha plantação, meu pai plantava banana, plantava cana, arroz, feijão. E aí ele irrigava, ele irri tinha um canal de irrigação, aí na cidade já tinha água, aí ele já irrigava, sabe, com aquelas manilhas, mangote, que chamava de mangote, né? Eles As plantação eram feita eh tipo sul, sul, que chamava assim, era de um espaço para o outro, tinha uma, tipo uma varedinha. Ele colocava o mangote e irrigava as plantas. E e explica para a gente essa questão da eh eh de da comunidade.
Então, foi uma comunidade que comprou um terreno?

Não
É tipo assim, é que o cê dê agá u. Hum. É, é, ah, as casa era tudo iguais. E era uma comunidade mais ou menos de umas cinquenta pessoas, hum, vamos dizer assim. E tinha ruas.
Do governo? Era um do do
Era, é uma associação. Uma associação.

Aí nós morávamos na rua cê. Aí tinha a rua bê e tinha a rua á. E cinquenta casas, cinquenta famílias moravam? E famílias moravam. Cada um na sua casa, tinha cada um tinha seu lote. Cada um escolhia o que queria plantar, na verdade.
No seu próprio lote?
No seu próprio lote, continuava no seu próprio lote. Aí tinha um depósito lá que, eh quando eles quando tinham o cultivo, eles vendiam para fora. Então, além de ser para subsistência... Ah. Além de tirar para o consumo, ainda vendia para para as outras para as outras manutenção.
E aí seu pai começou a trabalhar, digamos, por conta própria, por conta própria, nessa parte, nessa época da sua

E sua mãe como costureira.
Minha mãe como costureira. Final de ano, então, ela costurava tanto, até meia-noite. Tinha vezes que ela não ia nem para a festa do ano, na virada do ano, porque não tinha tempo.
E ela também costurava as a roupa de vocês. A nossa roupa. Até hoje ela faz.

Até hoje ela que faz.
E fala para a gente, já essa casa, como que era?
essa daí tinha quarto separado para cada, eh... Não não para cada um o seu quarto, mas paras as mulheres, para as meninas tinha um quarto. Os meninos dormia na sala. Que eram três homens, né? Tinha lugar para eles dormir na sala. Aí tinha o quarto da minha mãe e do meu pai e o das três irmãs no quarto, no outro quarto.
E aí tinha sala,
Tinha sala, cozinha, tinha um quintal que era muito grande.
E aí já nessa casa você já tinha
Já tinha eletricidade, água, já tinha água encanada.
E era bem mais próximo da cidade?
Bem mais próximo. Dava para ir a pé, era seis quilômetros.
E você, ãh ãh nessa época de de criança, de adolescente, digamos assim, você já ajudava em casa, já cuidava dos seus
Desde os sete anos que eu ajudo em casa. Desde os sete anos que eu já cuidava dos meus irmãos. Eh Eu não não conseguia... Minha mãe saía para lavar roupa, porque minha mãe lavava roupa para fora, para as outras pessoas, para pegar as coisas para a gente comer. Minha mãe lavava a roupa e deixava, deixava as crianças comigo. Teve uma vez que ela saiu e deixou o arroz no fogo, secando. Era fogão de lenha.
Ah, o fogão era de
lenha. O fogão era lenha. E eu não consegui tirar as as leias, as brasas. Eu peguei e tirei e tirei só as brasas para fora para o arroz não não queimar. Porque eu não conseguia. Porque era Ainda hoje eu sou pequena né, mas eu era mais pequena ainda, eu não conseguia tirar.
E você também cozinhava, cuidava de tudo toda a casa ou era só cuidar dos seus irmãos nessa época?
Não, eu vim passar a cozinhar depois que eu vim para perto da cidade.

Aí que eu comecei a fazer as coisas. Mas eu sempre ajudava a minha mãe.
daí nisso você já estava em outro colégio?
Até a quarta série eu fiquei pertinho, pertinho, pertinho da minha casa. Hum. Aí Da quarta série aí eu passei para a cidade mesmo, estudar na cidade.
colégio da cidade? Ãh? Como que era? o colégio, muito diferente do outro colégio lá no sertão? É, o nível era
bem mais mais elevado. Era na cidade.
O que você fez da da primeira à quarta série, hum, só para ficar claro, você era o que era próximo dessa segunda casa que você morava.

Isso. Que era mais próximo da cidade.

começou a estudar aos quinze anos.

Até os quinze anos você não não não era alfabetizada. Não tinha, não. Ainda não era alfabetizada. Não. Nem você nem seus irmãos.

Eles começaram, depois que a gente veio para... Para perto da cidade, em setenta e seis.
Aí, aos quinze anos, você começou, isso, a ir para a escola.

Essa primeira escola que você foi, como foi esse seu período de alfabetização? Foi uma fase ãh ãh ãh muito difícil? Você teve dificuldade por por conta de você já ter quinze anos? Ou foi mais fácil?
No começo, sim, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não sabia até então nada, né? porque eu nunca tinha estudado, mas a a minha primeira professora foi muito legal, ela tinha uma paciência muito muito grande com a gente, ensinava muito bem, deixava claro. E aí a gente foi aprendendo, eu eu fui aprendendo. Os ensinamentos dela prestavam muita atenção.
Qual o nome dela? Você lembra? Era

E você estudou eh nessa fase de alfabetização numa classe de normal de crianças ou era um um uma classe com um um obral?
Normal, de crianças, normal.

Eu estudava na ãh... era de manhã. Até a quarta série eu estudei de manhã.
E fala um pouquinho, como era a escola? Ah, eles davam alimentação?
É, a esco, eu estudava de manhã, eu ia para a escola às sete horas da manhã, aí chegava lá, entrava na escola. Quando era nove horas, tinha o recreio, hora do recreio, eles davam o lanche. Quando, às vezes, atrasava a merenda, aí a gente vinha tomar em casa o lanche. Mas eles forneciam, mas que às vezes atrasava né, ou por falta d'água, às vezes faltava um dia, faltava água, aí não tinha como as as merendeiras fazer.
E o que que normalmente se dava de lanche? Era
macarrão, era carne de soja.
Ah, é era
Era variado, cada um dia tinha um cardápio

Eh eh era uma escola grande, com muitas crianças, ou era uma escola pequena, essa da primeira à quarta série? Era
Era cinco salas, mas tinha bastante criança. Eram cinco salas assim consecutivas. Cada uma com uma professora.

Você lembra como foi o processo de aprendizagem, ah ah o processo de alfabetização que você teve? Ãh Foi através de cartilhas? Como que foi essa... Hoje, você como uma educadora, tendo essa visão, uhum, mais né ãh ãh mais por dentro da questão, Fala um pouquinho sobre a sua época de alfabetização. Era muito diferente da forma como é hoje, do que você viu no durante o seu magistério?
Era diferente. Porque hoje em dia a gente traz as coisas para que a criança aprenda brincando. Tipo, numa brincadeira. E na minha época, não. Era mais séria. É A professora a professora falava assim, você tem que aprender a tabuada tal. Que tal dia eu vou pegar essa tabuada, vou ver se você sabe. Você tinha que saber, na ponta da língua. Era diferente.
E e qual qual dos métodos, digamos assim, você acha o o mais eficaz? Isso você mesma.

Eu acho o método de hoje. Porque daí a criança aprende mais, a criança se interessa mais. Não como obrigação que ele tenha de aprender. Mas que ele vai aprendendo brincando. Vai aprendendo as coisas Fazendo, vendo os outros fazer, com estímulo.
E seus irmãos também estudaram nessa mesma escola que você?
mesma escola.
Todo mundo estudou? Todo mundo. E aí
ia todo mundo junto? Ia todo mundo junto. Aí, quando foi eu saí da quarta série, aí fui para a cidade. Aí a gente ia de ônibus. Era longe? Era, seis quilômetros. Aí eu passei a estudar à noite.
Da quinta série em diante?

Eu passei a estudar à noite, porque não tinha eh não tinha a a série, não tinha, só tinha a noite. Aí o governo, o o o governo não, o prefeito colocou um ônibus para levar a gente.
Ah, gratuito?
Isso, para levar e trazer. Levava e Mas às vezes quando estava chovendo muito, aí o ô o ônibus não ia, ou que a a estrada era muito ruim de passar quando chovia, tinha muita lama, e a gente ia de bicicleta.
De noite mesmo?
De bicicleta. Eu e meus irmãos. Um levava o outro.

Mas não numa bicicleta todo mundo. Numa bi na
Eu e meu irmão ia numa bicicleta. Ãh.

Ele me levava, ou eu levava ele.

Isso, até a oitava
Que seria hoje o do do fundamental, isso, até o o o médio, né? Uhum. Ãh. Como que era já essa escola? Agora explica era, já era maior, tinha mais
Era maior, tinha mais sala, era mais atualizada. Tinha mais, digamos assim, hum uma organização melhor. Os professores eram mais... Eh, sabiam mais assim o jeito, mais de ensinar.
E você teve muitas dificuldades para, não, se encaixar nesse novo...
Não, porque, padrão, eu sempre fui uma pessoa bem comunicativa, bem dada com as pessoas. Quando eu não sei de alguma coisa, eu vou lá e pergunto, insisto. Então, eu não tinha dificuldade. Quando eu tinha dificuldade em alguma coisa, eu ia lá e... Professora, eu não entendi. Dá para explicar de novo? Ela explicava de novo até eu entender.

Tinha uns E a a a média da sua classe também era de pessoas da sua dessa idade, isso eram, ou eram pessoas mais novas?
Tinha pessoas mais novas do que eu e tinha pessoas mais velhas. Era era mesclado. Bem balanceado. Bem
E quais quais as matérias que você mais gostava? Psicologia, português. Você tinha psicologia na eh da quinta ao colegial, você... Não.
ah, aí era o... Psicologia, eu... Eu tive quando eu fiz o
Ah, tá. E português?
E português.
Bom, explica só para eu entender. Você fez da quinta à oitava série.

Aí, no no que hoje seria o ensino médio, você fez o magistério. É. É isso, né?

Nessa mesma escola? Nessa mesma escola. Eles ofereciam o curso de magistério? Ofereciam
o curso de magistério.
E por que você optou por fazer um curso de magistério e não o o então colegial padrão, né? Digamos assim.
Porque eu sempre gostei. Sempre gostei. Eu via as professoras entrando na sala. Eu sempre tive aquela esperança de um dia ser uma professora.

Desde pequena. Aí eu fui me engajando, fui tentan tentando. Falei, um dia eu vou chegar lá.
E quando você estava nesse colégio... que você fez o magistério, eh eh tem alguma lembrança, alguma passagem especial que que tenha te marcado?
De lá do colégio ou pode ser do do, da sua vida escolar, do meu caminho, da minha casa? Da sua vida Da sua vida escolar nesse período de estudante. Eh Uma vez eu estudava à tarde, No no magis magistério eu fiz à tarde, um um período. E estava uma chuva muito grande. E eu vim eu fui a pé para a escola. E eu vinha correndo com a minha irmã e fiquei embaixo de uma árvore, tirando o jaboticaba. No meio da chuva? No meio da chuva. Vinha brincando no meio da chuva. Então, era festa. Tudo é tudo era festa. Brincadeiras... Corria, num instante chegava na escola. Às vezes, a gente ia a pé, porque não tinha muito acesso de condução. E tudo era festa para mim. Brincava, corria, num instante chegava. Às vezes, a gente combinava com as amigas para ir todo mundo junto. Era muito bom. Foi muito bom a minha infância, a minha escola.
Então, nessa fase já crescidinha né, dezenove anos, uhum, eh rolava muito paquera na na Como que...
Não, eu sempre fui mais reservada, assim né, digamos assim, cabeça feita. Hum. Entendeu? Eu Eu tinha um ideal do que eu queria, então era aquilo. Depois, depois as outras coisas. Mas amigos você tinha? Amigos, bastante. Muito, muito, muito, muito amigos. Sempre Sempre fui rodeada de amigos.
E o que que vocês faziam para se divertir?
Aí a gente brincava, combina eh combinava de um ir lá para casa. Quando era dia de festa, a gente combinava. Aí as amigas da escola vêm todas lá para casa.
Era muito bom. Mas vocês costumavam, por exemplo, isso já na sua fase de dezenove, vinte anos? É. Ãh

ir para algum barzinho, ou ir para um cinema, ir para alguma praça?
Ah, lá na praça, na na cidade, tinha bastante opção. A gente ia tomar sorvete, porque cinema não tinha lá. Cinema, na época, não tinha. A gente ia saía bastante para tomar sorvete. Às vezes, a gente saía na hora do recreio, lá na escola, a gente saía, não nem nem tomava a merenda que tinha lá, saía e ia para a pracinha, que era pertinho.
E e essa...

por aí, não é? É. mais ou menos. É. Noventa

Como que era a moda nessa época? Como as pessoas se vestiam? O que elas ouviam nessa sua região?

Na minha região é típica de forró, né? Sempre escuta mais forró. Forró eh lambada.
Que era a época da lambada, né?

as as você e as suas amigas se vestiam naquela moda de lambada, <laughs> com aquelas sainhas ou não?
Não, não, eu sempre, eu eu eu sou mais, assim, eu era mais reservada, assim, eu não gostava muito de de acompanhar tipo assim, digamos assim, a moda do da da época. Eu me vestia como como eu ficava bem, eu queria ficar bem. Não importava se estava na moda ou se não. Eu estando bem, para mim estava bom. Me sentindo bem com aquela roupa, Era o que
Era o que importava. E... aí você terminou o seu magistério em que ano? Em

e um. Isso. Aí você Até então você já tinha trabalhado em algum lugar? Ou você sempre, o seu trabalho, a sua obrigação era sempre cuidar dos seus irmãos? Era sempre em casa.
Eu nunca tinha Nun nunca tinha trabalhado. Porque lá, na minha na na mesmo na cidade, não não oferecia trabalho.
Uhum. Não era algo fácil. Não é
né não era fácil o trabalho. noventa e dois eu vim para cá. você então terminou o magistério, você veio para São Paulo? Eu fiquei um tempo. Eu vim, eu terminei em noventa e um o magistério. Eh Quando foi em setembro de noventa e dois, eu vim para cá, para São Paulo.
E por que a decisão de vir para São Paulo? Você já tinha algum parente? Algum... Já tinha
Os dois irmãos meus já tinham vindo antes para São Paulo. Aí eles foram lá. Aí depois eles voltaram. Quando chegou aqui, aí eles fa eles perguntaram para a minha mãe se a minha mãe queria vir conhecer aqui para vir morar. Aí minha mãe falou que que queria. E falei, ó ah, eu vou também. Eu tenho vontade de ir, já terminei meus estudos, então eu vou. Para ver como que é, aí eu vim embora para São Paulo em noventa e dois. Mas inicialmente, então, era um passeio. Era um passeio. Não era vim para ficar. Não era vim para ficar, era um passeio para conhecer. E como foi a viagem?

A viagem tranquila. Dormindo. <laughs> Dormi um... Era quanto tempo de viagem? Quarenta e horas de viagem. Quarenta e oito horas. a minha mãe A minha mãe foi a que sofreu mais. Porque ela vinha, deixou os outros lá. Porque veio eu e ela só. Tinha dois irmãos aqui que mandaram buscar a gente. E veio eu e ela. E meu pai e e mais três irmãos meus ficaram Aí depois foi que vieram.
Esses seus dois irmãos vieram para São Paulo em quando? Você lembra?
Em oitenta e oito o meu irmão veio, o primeiro, né? Aí ele foi, em oitenta e oito ele veio, quando foi em oitenta e nove ele foi lá. Aí trouxe, já trouxe o meu outro irmão com ele. Já veio, já praticamente empregado já.
Mas esse primeiro irmão seu veio para São Paulo com a cara e com a coragem? Eh... Ou tinha algum contato, alguma coisa já, não,
tinha meu tio aqui que acolheu ele, ah, que deu os primeiros... E ele veio traba ele veio veio para trabalhar. E quando chegou aqui, ele trabalhou em produção. Ele era auxiliar de produção.
Em alguma
Ele trabalhava na na Santista.
E aí, esse seu outro irmão que veio logo em seguida, também foi para trabalhar nesse mesmo... Também veio para
mesma empresa. Já veio praticamente empregado.
E aí eles se deram bem em São Paulo, se deram bem, e quiseram trazer o restante, isso, da família, foi
Trazer o restante da família. Eles moravam em que região de São Paulo nessa época? Moravam em Osasco.

Isso dã desde sempre, desde a?
Desde sempre. Essa época já A gente morou em Osasco quando foi mais ou menos em noventa e, noventa
Mas daí já já é mais recente. Já é mais Essa época da primeira vez que você veio a São
Foi para Osasco.
Foi para Osasco.

E, bom, quarenta e oito horas de viagem. Você disse que não se cansou muito.
Porque eu dormi bastante. <laughs>
Mas qual foi a sua primeira impressão quando você viu São Paulo?
A princípio eu senti muito frio, que estava um frio danado. Que é que

né? Isso. Mais ou menos a época que a gente está hoje. o clima. Estava um frio danado, chovendo. É? Meu irmão chegou, foi buscar a gente na rodoviária, já levou logo blusa de frio para mim e para minha mãe. E meu tio também foi junto buscar. E, a princípio, eu achei uma uma cidade muito acolhedora. Porque quando eu cheguei aqui em Osasco, Teve uma vizinha que deu muito apoio para a gente, quando chegou... Qual o nome dela? É

Eh, não é sempre que que que dá vontade porque não tenho tempo de ir. Mas final de ano, natal Sempre eu ligo para ela, vou lá na casa dela. A gente sempre está em contato
E quando vocês ãh ãh vieram, vocês foram ficar nessa época que seria ainda a a de passeio. Vocês vieram passear, uhum, ver a cidade, conhecer. Seus irmãos moravam com o seu tio?

Eles já moravam numa casa tipo pensão. Era era uma pensão que tinha vários quar, várias casas dentro de uma casa só.

Aí a gente veio e veio morar com eles já. já está. E aí ficaram todos nessa pensão?

Era três cômodo, era a cozinha, a sala e o quarto pequenininho. E
Aí ficaram em quatro, você, os dois irmãos?
Isso, eu, minha mãe e meus dois irmãos, a princípio.
E aí vocês, você e sua mãe veio e e e resolveram ficar logo de cara?
Meu irmão já já chegou e já apoi, porque minha mãe ficou muito, deixou os outros para lá, ficou chorando muito. Ficou muito triste com a falta dos outros. Aí meu irmão falou assim, mãe, eu vou dar trabalho para a senhora, para a senhora não ficar pensando muito. Aí comprou tecido, hum, e e já deu para ela fazer. Fazer roupa, fazer camisa. E ele levava para vender lá na empresa que ele trabalhava. Ela fazia as camisas, costurava e ele levava para

Ah, bom. <laughs> Ele comprou uma máquina para ela. E, a princípio, ele comprou uma máquina para ela e ela fazia as camisas e ele levava para vender para os amigos.
E ajudou a sua mãe a fazer parar de chorar? Ajudou bastante.
Aí ela chegou no final do ano, né? Aí ela falou assim... Filho, eu vim, eu vim para passear e também para ficar, se desse certo. Mas eu só vou ficar se você mandar buscar o resto da família. Eh ele falou para a minha mãe assim, não se preocupe que no começo do ano vai estar, no final do ano, do desse ano que vai entrar, a senhora vai estar com todo mundo junto. E foi o que ele fez. Mandou buscar todo
Mas aí todos foram morar nessa pensão?
Nessa mesma casa. Apertadinho.
Mas daí a gente... Como que era? Fala para a gente como é que... Porque daí, quatro mais os outros três irmãos que ficaram, é isso? Isso. São sete. Mais o seu pai, oito pessoas morando num lugar bem pequenininho, é isso?
É, bem pequenininho. Meu pai e minha mãe dormiam na cozinha, no do colchão, Meus irmãos dormiam na sala, os dois que saíam mais cedo. E eu e minha irmã, minha minha outra irmã dormia no quarto, na beliche. Com Ele comprou duas beliches, duas beliches, hum, que fazia quatro, né? E comprou cobertor. Ele equipou a casa para a gente, esperando a gente.
E aí, todos começaram a trabalhar?

Aí, em noventa e três, já em noventa e três, eu comecei a trabalhar. Já em janeiro de noventa e três, eu saí para fazer entrevista. E já em seguida, fiz entrevista, passei.
E qual foi o seu primeiro
Meu primeiro emprego foi na Promovéu. Era financeira.
Você trabalhava em com o quê?
Eu trabalhava... Eu era encarregada de crédito, em crediário.
Explica para a gente um pouquinho.
Eh ele trabalhava em loja. Hum. Era As pessoas iam comprar e faziam o crédito comigo.
Ah, você era a a a responsável por abrir o crediário com... A responsável por pelo abrir o

E todo mundo solteiro, né?

Todo mundo solteiro. Ou tinha alguém
Não, não, todo mundo solteiro. Eles até hoje são solteiros ou já teve gente que casou? Não
Não, ãh só tem eu e meu e mais um irmão solteiro, o resto já casou todo mundo. Ah, casou todo Casou todos. Só tem eu e outro irmão solteiro. Casaram aqui em São Paulo? Aqui mesmo, em São Paulo. E continuam todos em São Paulo? Todos em São Paulo.
Até hoje? Até hoje.
Todos já são pais, já são mães.
Depois você vai contar para a gente como é que é ser tia. Mas mais para frente, vamos continuar. <laughs> Você estava falando da sua do seu primeiro emprego. Então era na Promovel.

Como assisten, como que era o seu emprego? Era finan era
Eu era atendente. Atendente. Eu atendia, fazia ficha das pessoas, analisava se tinham ah eh nome no esse pê cê e tal. Hum. Aí eu liberava o crédito para eles, se eles tivessem o nome... Limpo. E você trabalhava numa loja? Eu tra, é, eu É, fixo eu trabalhava numa loja, mas daí quando precisava de alguém para para substituir, que outra não tinha vindo, aí o meu supervisor chamava e eu e Mas na mesma região. E essa loja ficava onde? Eu A princípio eu trabalhei em Pinheiros, na rua Teodoro Sampaio.
Próximo aqui. É.
próximo.
E todo dia você eh eh vinha de Osasco para Pinheiros, isso, e voltava?

E quanto tempo vocês ainda continuaram morando nessa pensão, nesse nessa casinha de três cômodos?
Ah, uns dois anos.

Dois anos. Aí meu irmão falou assim, já estava melhor, ou eu já estava empregada, já dava para alugar uma casa mais, hum, maior, né?
E aí vocês alugaram?
A gente alugou uma casa maior, na no mesmo bairro, só descendo a rua um pouquinho. Na outra rua, na rua quinze de junho.
E aí essa casa era um pouquinho maior, já já dava para ficar... Era um pouco maior já
mais confortável. Já dava para estar um pouco mais aliviada. É.
E vocês continuaram todos morando
Todos morando juntos.
E aí você ficou quanto tempo nesse seu emprego na na Promovel?
Fiquei um um ano e meio. Um ano e meio, mais ou menos.
E por que você
Ah, porque eu estava eu já estava cansada de... Porque eu eu não trabalhava só como atendente de crediário, mas eu trabalhava como eh eu trabalhava com muito dinheiro, lidava muito com muito dinheiro. E eu já estava ficando cansada, porque eu trabalhava em loja grande e as outras lojas vinham fazer depósito na minha loja. E eu já estava ficando muito cansada de lidar com muito dinheiro que não era meu, era muito arriscado. E final de ano eu não tinha horário para para sair, só tinha horário para entrar. Aí eu pedi para o meu supervisor para ele me mandar embora. Aí como ele falou que eu era uma ótima funcionária, ele me mandou. Me mandou embora. E aí você ficou desempregada? Fiquei desempregada seis meses só, só o tempo de eu receber o segundo desemprego. Aí já comecei a trabalhar de novo.
Aí no
Aí eu mudei de ramo, hum, <laughs> comecei a trabalhar numa numa associação que acolhia crianças, que era o orfanato, que ficava lá no Piratininga, hum, em frente eh em frente à garagem da Urubupungá.
Em Osasco
É, em Aí eu fiz entrevista, também passei, e fiquei, trabalhei lá uns quatro anos, mais ou

Com qual Eu era atendente também. Você não não trabalhava com as crianças, então? Eu trabalhava com as crianças, mas o meu cargo era atender as crianças, entendeu? Ah, você cuidava... O cargo era Isso, cuidava das
Mas qual era a sua função, digamos assim? O seu cargo era atendente, mas o que que você realmente fazia na prática? Eu fazi, eu
Eu fazia tudo, eu cuidava delas, eu dava banho, fazia comida para elas, porque era criança de zero a três anos que eu cuidava.
Mas o orfanato tinha crianças de todas as idades?
Tinha, até os os catorze anos eles ficavam, mas que tinha eh pessoas divididas para cuidar, entendeu?

Osasco. Nome do
Amamos.
Amamos?
Associação Osasquenses ao Menor Carente.
E era mantido pela prefeitura, pelo Estado,
Não, não, ele era eh tipo de doação, era... Era beneficente. Era Independente, isso.
E você cuidava de crianças de zero a três, mas o orfanato tinha crianças até
anos. Isso, até catorze
anos. E quantas crianças tinha esse orfanato?
Olha, ao todo ao todo eu não sei. Mas era então muita criança? Era muita Era muita criança. Ah Não sei ao todo a quantidade. Eu sei que da da minha sala eram
E eram crianças... Ah eh eh como que funcionava? Eram crianças abandonadas, as pessoas
Eram abandonadas. A maioria era eh retirada dos pais pela assistente social. Que eh Algumas era maus tratos. Algumas eram que as mães abandonava. Eh Tipo, tinha e não queria cuidar, não queria... Não queria aquela criança. E eles estavam lá para ser adotados. Era crianças para serem adotadas.
E fala um pouquinho, como que é esse processo de adoção? Você sabe como é que funciona? No sentido, as pessoas chegavam lá e adotavam ou tem toda uma burocracia... Tem
uma burocracia, tem que ir na assistente social, deixar seu nome lá. Ela vai lá na na casa da pessoa, verifica tudo, o estado da pessoa, se tem realmente... Se a pessoa tem condições de manter aquela criança, de de dar uma estabilidade àquela criança, aí depois é que vai para o juiz. O juiz é que vai determinar se a se vai ser adotado ou não pela aquela pessoa.
E as crianças que você cuidava, e as do orfanato como um todo, que você tem, uhum, conhecimento, ela elas eram basicamente de Osasco ou de outras
Era de uma regi era abrangia uma região geral.

Então, tinha crianças de várias
localidades. De várias localidades.
Mas sempre no entorno de São
Sempre no entorno de São Paulo.
Como que era cuidar dessas crianças?
Ah, eu Eram crianças pequenas, eu gostava de cuidar, fazia com o maior carinho, ensinava o o que eu sei para eles. Então, eh era brincando com eles que eu ensinava. E e e eh
E como que... Essas crianças, é que você trabalhava né de zero a três anos, uhum, então já ainda eram pequenas. era pequena. Mas tinha criança que chegava com mais idade do que isso no orfanato? Chegava. Já chegava maiorzinha? Já chegava maiorzinha. E esse orfanato, ele ele tinha uma escola para para alfabetizar ou as crianças iam para outro... Não, as
iam, as crianças iam para a escola. Tinha um período que as crianças iam para a escola. E tinha a professora, vamos dizer assim, a professora que dava um reforço, vamos dizer assim. Quando chegava da escola, eles moravam lá no orfanato, né? Quando eles chegavam na escola, a professora ia ajudar eles a fazer a lição. ia ah O orfanato pagava uma pagava as professoras para elas dar, tipo, um reforço para as crianças.
E como era a relação entre as crianças?
Era muito boa, eles cuidavam, eles tratavam não só a minha minha sala, a minha turma, mas o orfanato inteiro, como irmãos. No entanto, quando um chegava e ia embora, eles ficavam muito tristes, choravam. E
E e só tinha ah crianças até catorze anos ali?

Depois dos catorze, elas iam para outras instituições?
Isso, ia para outra instituição. Ou não chegava nem aos catorze, porque já eram adotadas.
E e o número de adoções era grande nessa instituição? Ó, no perí, era
No período que eu que eu fiquei lá, foi bastante razoável. na na adoção.
Você ficou quanto tempo?
Eu fiquei uns três anos, mais ou menos, lá.
E qual era o perfil dos casais que adotava?

A performance dos casais era a maioria que não podia ter filhos. Ou que já tinha filhos grandes e que queriam mais hum
mais crianças. Qual o perfil dos doadores da do orfanato? Era mais empresas? Pessoas mais ricas, com o que? Não, não, eh... É.
Quando eu estava lá, foram pessoas mais eh estrangeiras. Foram brasileiras também, mas o... A maior parte das doações foram estrangeiras.
Você disse que o orfanato vivia de doações, né? Uhum. Ah ah Essas doações que mantinham o orfanato, Quem quem que doava, digamos assim? Eh eh eram empresas ali?
eram pessoas... Eram empresas grandes, organizadas, que iam lá fazer doação. Grandes empresários, hum, que também iam lá, iam fazer visita. E, tipo assim, eh os em as os empresários, eles iam lá, gostavam da criança e falou e falavam assim, vou apadrinhar essa criança. Aí eles doavam. doavam roupa, doavam dinheiro para manter aquela criança. Aí servia para o orfanato inteiro.
O orfanato ainda funciona? Ainda
hoje? Ainda funciona.
E nesse período que você trabalhou lá, nesses três
Só um pouquinho, acho que foi em oiten eh de noventa e seis até noventa Até noventa e oito, mais ou menos. E nesse
E nessa época em que você trabalhou lá, o o orfanato passou por alguma crise, alguma situação financeira ruim? Ou sempre foi tranquilo por conta dessas doações? Sempre foi tranquilo.
estável. Sempre foi tranquilo. Sempre foi Sempre foi estabilizado.
Bom, aí...
e oito, você... É, mais ou menos noventa e oito e noventa e nove. Tá, aí você foi trabalhar com o que? Aí eh eu fui mandada embora, aí eu fiquei ajudando a minha mãe, como sempre, minha mãe tinha uma lojinha em Osasco. Eh ela costurava ela mesmo oferecia a as roupas né para loja, hum, aí eu fui ajudar ela como... Ela costurava as roupas que ela vendia na loja, é isso? Isso, montou uma lojinha em Osasco. Na rua Natanael Tito Salmão, né? Ali próximo do centro. E ela confeccionava a roupa e eu ficava à frente da loja.
E ela tinha muitos clientes? Tinha. Tinha bastante clientes. Aí, voltando um pouquinho para a sua família, fala um pouquinho o rumo que cada um teve até noventa e nove, digamos assim.
Dá um resumo para a gente. Eh e o o o meu primeiro irmão casou, aí foi Meu primeiro irmão casou né com uma moça de de eh perto de Sorocaba, que eu não estou lembrada do nome agora, do do onde ela morava. Eh Mas ela que era também era pernambucana, era nordestina. Ele conheceu ela e casou, foi o meu primeiro irmão que casou. Não foi o meu irmão mais velho dos homens, foi o o do meio. Ele casou, aí teve um filho já. Aí, depois em seguida, foi o meu outro irmão, que trouxe, na verdade, a gente para cá, para São Paulo.
Mas continuaram morando em Osasco ou esse seu irmão se mudou para o interior?
Não, não, todos ficaram, continuaram morando em Osasco, todos próximos, um do
E aí, aí continuaram trabalhando nessa fábrica que você tinha fa...
mais ou menos. Meus irmãos, os dois irmãos, tra trabalharam mais ou menos quinze anos nessa fábrica.
Bastante tempo.
Santista. E que era Santista, agora virou Bum. Uhum.
E vocês continuaram nessa casinha em Osasco que vocês se mudaram depois da pensão. Isso. Nesse período ainda, noventa e nove, vocês ainda... É
estavam lá. É, ainda estavam lá.
Aí, você foi ajudar sua mãe na lojinha.

Quanto tempo você ficou ajudando ela? Como que foi aí, daí para frente? Foi mais de
Eu fiquei ah eh de dois mil. Eu fiquei um ano e pouco ajudando ela. Um ano e seis meses, mais ou menos. Que quando foi em dois mil e um, eu já entrei nesse outro.
Qual? Qual? Nesse
Nesse atual que eu estou.
Ah, desde dois mil e um você está?

Então agora fala um pouquinho do atual para a gente. Quando você entrou, onde que é, o que você faz...
Em dois mil e um, eu entrei nesse emprego que eu estou hoje, né? Ele fica no Jaguaré, é uma instituição beneficente, é uma associação beneficente, onde eu estou até hoje, já estou com seis anos, que estou lá. E trabalhei bastante, já com as crianças, sempre fiquei em sala como educadora,
é no no no Madre Camila?
Isso, na Madre Camila, sempre, desde que eu entrei, sempre fiquei em sala.
Como
Como educadora.
E qual a faixa etária?
A faixa etária é de dois anos até cinco.
Aqui você trabalha de dois a cinco?
Não, aqui eu trabalho é três anos, agora que eu estou. Ah Que seria o correspondente ao maternal? Isso, que é primeiro estágio. Hoje se chama primeiro estágio. Hoje se primeiro estágio
Eh, digamos, é é uma escola de ensino infantil, digamos assim, de creche.
Isso, uma creche. É uma creche. É uma creche que tem um um padrão bem avançado, bem atualizado, e que as crianças saem de lá, eh digamos assim, preparado para a escola. E ela é mantida, essa creche...

Isso, ela tem uma, vamos dizer assim, ãh a prefeitura tem uma contribuição. Ela é conveniada.
Mas também exis existem doadores? Isso
Existem doadores, a maior parte é doadores.

É, bastante grande.
Quantas crianças, mais ou menos? Cento e
e duas crianças.
A sua classe, digamos assim, quantas crianças tem? Vinte e três. Vinte e

três, você cuida de vinte e três. Vinte

Sozinha e com a eh quando eu preciso de alguma ajuda, eu grito socorro e a ajudante de sala vai lá. Então, aí quando você precisa de ajuda... Eu chamo, é que tem duas auxiliares lá, e quando eh a gente precisa de ajuda, elas vão lá e... ajudam. Quantas classes são? São cinco.
Cinco classes. Isso. E ah eh é período integral, diurno, como é que é? Período integral é... As crianças chegam que horário?
Sete e meia da manhã, começa a entrada e sai às quatro e meia.
Qual é o perfil das das mães, do das famílias com crianças lá dentro?
O que você escuta? O perfil é mais é famílias carentes.
Famílias carente?

Que deixam lá para poderem trabalhar.
Para poderem trabalhar, por o por ene e outras coisas, né? Que Mas que realmente precisam.
E como é feita a seleção dessas crianças, digamos assim? Ãh ãh Porque, com certeza, o número de inscritos é maior do que a o número de vagas, né? Vagas que tem Como é feita essa seleção?
A pessoa interessada, mãe ou responsável pela criança, vai lá, faz a inscrição. Aí tem a diretora que faz uma pré-seleção, né? Vê o Porque né nessa até então é feita uma ficha da criança. da vida da criança, que realmente precisa, o o que onde mora, o que precisa, quais as necessidades. Então, a diretora faz uma pré-seleção junto com a pedagoga e vai chamar os inscritos que foram selecionados.
E nessa creche que você trabalha, eh como que... É um dia normal lá, você disse que as crianças chegam às sete e meia e saem às quatro e
Às quatro e meia.
Nesse período todo, fala para a gente, o que que você faz, quais são as atividades?
Ah, eu faço bastante atividade de artes, culinária.
Você ensina aquelas crianças a cozinharem?
Ensino, quando eh tipo assim eh, levo melão na sala, tipo assim, ensino a fazer um suco, fazer brigadeiro.
<laughs> E elas aprendem?
e comem o que elas fazem. O gostoso é isso, né? Elas comerem o que elas fazem, produzem.
E aí, então fala para a gente, por exemplo, sei lá, segunda-feira, como que é? Você chega às sete e meia e recebe as crianças. Dá o dia para a gente inteiro.
Aí che eu chego eh eu entro às oito, né? As crianças chegam às sete e meia, eu entro às oito. Aí fica uma pessoa até às oito, até às oito enquanto eu chego, faz os cantinhos de brincadeira. eh a pessoa que fica faz os cantinhos de brincadeira para a criança chegar, guardar sua mochila e chegar e ir para os cantos brincar. Cantos de boneca, de carro, eh de oficina. Vários cantinhos é montado para a recepção daquela criança. Aí eu chego às oito, aí a gente guar guarda as os cantinhos, guarda as coisas, deixo para tomar café com eles. Aí eles tomam café, subo para a sala, faço a chamada, faço a roda da conversa, converso bastante com eles, como foi o dia deles e tal. Aí faço leitura com eles. leio uma história, conto uma história, leio. Aí depois eu faço atividade com eles, ou atividade de arte, ou de culinária.
Aí eles descansam em algum momento? Aí
chega a hora do almoço. Aí eu vou lavar as mãos deles. Aí chega a hora do almoço, eles vão almoçar. Tem o cardápio das crianças. Cada dia é é comida variada. Aí eles descansam né em Eu almoço onze e meia com eles. Eles descansam a até um e meia duas horas. É a hora do descanso deles.
E aí volta?
Aí volta a atividade Aí tem o lanche três horas, que seria a janta. Aí o lanche é três horas da tarde. Aí eh Depois do lanche, aí tem outra atividade. Aí eu levo eles para assistir um uma fita de vídeo, ou um dê vê dê. Coisas educativas.
E aí isso já está na hora de quase de ir embora. Aí eu levo
para a sala, eu vou para a sala de novo, aí eu arrumo eles, para sair bonitinho, arrumo os cabelos. E já o a segunda-feira já foi. E

É bem diferente. É bem diferente? Bem diferente.
Por que diferente? É diferente. Ah, porque na prática você você aprende muito mais. Você praticando todo dia, você vai praticando, vai vai buscando. Cada dia mais você vai renovando o que você sabe na prática.
E você acha que o... que o sistema educacional brasileiro, vamos falar um pouquinho, uhum, sobre o sistema educacional, deixa a desejar o sistema público?
Deixa, deixa muito a desejar. O eh, tipo eh Nos ensinamentos mesmo, deixa muito a desejar. os eh hoje em dia, os professores não são incentivados a ensinar, ou não sei se é por causa da questão do salário, são totalmente desmotivados.
Isso como um todo? Você quer dizer, tanto no ensino infantil, como no fundamental, como no médio? Uma A visão como uma profissional, uhum, da área, né?
Como que você... Você acha que tudo é muito... Ah, tem alguns pontos que... É bem... Uhum. Em alguns pontos, assim... Tipo assim, tem pessoas que...

Então, eh eh é tipo assim na prática, que você vai buscando, vai encontrando pessoas que vai te dando dicas. E antes não era assim, era era tudo no no escrito.
Mas vocês recebem algum tipo de de incentivo por parte da prefeitura, no sentido de cursos?

Isso a tipo o Cirandar, que é uma associação né, elas eh elas sempre estão oferecendo cursos para a gente, é tipo cursos de movimento, eh cursos, enes cursos que elas fazem, que que oferecem para a gente, que é é lucrativo para a gente, que traz um conhecimento bem bem amplo para a gente.

Que foi uma atividade, uma ação do Museu da Pessoa na creche de vocês. Como que foi que você tomou conhecimento? Como foi esse encontro, digamos assim? Ah, foi
eh tipo assim, um...

Visualizar como um todo, como que eram as crianças, o ensinamento das crianças. E daí a gente conheceu, ela foi dar o curso, foi trazendo coisas novas para a gente.
O que mais você se lembra desses cursos, desses contatos? Ah o
O que mais eu eu me lembro é leitura. Leitura que foi muito bom para as crianças, que até então a gente não lia para as crianças. Quando eu entrei lá, o intuito era cuidar. Porque até então a gente não não sabia... Não tinha o conhecimento de que a criança podia. Podia e tinha conhecimentos. E hoje em dia a gente busca. A gente a gente tanto aprende com a criança como ensina para eles.
Então foi uma um
E que rendeu muitos frutos. Foi um contato, uma troca que ren que rendeu bastante bons frutos. Foi um conhecimento muito rico. E o E o que que você...

Se você pudesse mudar alguma coisa, acrescentar ou tirar, o que que você mudaria? Ah
Eu u usaria o incentivo como um instrumento para para cada vez mais ter professores. Os professores se se motivar, ensinar, ter prazer no que fazem. porque tem pro tem professor, não estou generalizando, mas tem pessoas que tem professor que vai ali por por ir, mas ele não tem o prazer de ensinar, é desmotivado. Então, eu dava ma bastante motivação para que tivesse mais mais professores, mais classe de professores. Então
E quais são os seus seus planos, digamos?
Ah, meus planos são vários. Ingressar na faculdade, fazer alguma pedagogia. Porque eu sempre, o meu sonho é ser pedagoga.
Esse é o seu sonho?
Meu sonho é ser

essa eh esse essa paixão sua, digamos assim, pelo por pelo ensino? De onde vem?
<laughs> Ah, de onde vem? Acho que é de dentro de mim mesmo. Porque na na minha na minha família não tem nenhum professor. Você é é... Eu sou a única que ingressei na carreira de professora, não tem nenhum.
E você gosta do que você faz? Amo.

Eu amo, faço o que eu faço com gosto, com prazer, com dedicação.
E você acha mais difícil cuidar de crianças ãh ãh dessa faixa etária, mais fácil? Que você cuida de crianças de de três hoje, né?

Mas você já cuidou de zero a três anos né? Já É uma fase... Como, fala um pouquinho sobre as dificuldades de ser uma educadora ãh com crianças dessa idade.
Da que eu estou trabalhando? Isso. Ah, da eh As crianças que eu estou trabalhando hoje, é bem mais fácil de trabalhar. Uma, que elas dão retorno do que você passa, do que você ensina para eles, porque são bem maiores. E você vê as crianças eh repassando o que você ensinou, é muito significante. E as crianças pequenas, elas aprendem, mas elas não conseguem transmitir o que você passou com clareza, com mais firmeza. E as crianças de que eu trabalho hoje, elas te dão, vamos dizer assim, um incentivo maior para que você sempre trabalhe buscando mais inovações.
E você mantém algum tipo de contato com os pais dessas crianças?

Tenho. Eu converso com eles na na sala, eles vão levar as crianças na sala. Alguns vão de perua, de transporte escolar, mas alguns vão a pé mesmo, levam eles na sala. Eu converso com eles quando a criança está pas eh passando por um por uma uma, digamos assim, com jeito estranho. Eu pergunto como eh pergunto se está acontecendo alguma coisa em casa. o que que aconteceu com a criança. Porque às vezes a criança chega meia que não quer brincar, não quer fazer atividade. Eu converso com eles, tenho bastante contato com eles.
E esse contato, digamos assim, essa troca, você acaba participando também da das questões familiares, das das dessas crianças, dos
Sim, porque você tem que estar por dentro, né? Para até então entender por que que a criança está daquele jeito. Ter uma atenção mais especial, digamos, naquele dia. Porque a criança está no está assim, não é porque ela quer, é algum motivo. Então você tem que ter uma atenção mais especial.
E na casa que você mora hoje, é aquela que você se mudou depois da pensão ou já é outra casa?
Não, não. É é a Agora é na Vila Iara que eu estou, Vila Iara, isso, que eu estou morando.
E mora mora quem hoje?
Mora eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, solteiro. São
Então estão em quatro
Estamos em quatro.
E sua mãe continua costurando?
Minha mãe continua costurando. Tem a lojinha?
Mas não tem mais lojinha?
Não, não tem. Ela Ela costura, mas ela ah uh agora ela está fazendo uniforme escolar, hum, para uma escola.

Meu pai trabalha de porteiro lá na Avenida Paulista.
Ah, ele está trabalha... Ele trabalha em portaria. E

Pessoal, a partir do momento que você passou a efetivamente trabalhar com criança, trabalhar com ensino, trabalhar na educação?
Ah, eu me senti assim... mais valorizada, não eh tanto pela parte das mães, das crianças, que chegam para mim e falam ah que o que você faz é muito legal, continue assim. Como pessoa, mudou muito, eu aprendi muito. É como que eu falei para você, eu aprendi, ah ensino para as crianças e aprendo todo dia. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente com eles. Porque eles não só absorvem o que eu o que eu ensino, mas que também... Repassa para mim.
Você disse que lá atrás né, no comecinho da do depoimento, que mudou muito a forma, mudou, como era a educação de quando você começou, quando, mudou bastante, você foi alfabetizada, para hoje né? Ãh Voltando a essa questão né, uhum, para <laughs> costurar aqui as suas colocações ãh, mas o que mais mudou? O que mais diferente? Você disse que a forma, né? Mas fala mais detalhadamente para a gente, como assim
Ah, o método, o ensino mudou, eh hoje hoje em dia é mais amplo, eh ah os professores deixam vocês mais, eh eh digamos, à vontade para aprender. Não é tanto como era antigamente. Não é tanto uma questão, você vai ter que aprender aquilo e acabou. Você aprende, mas é de uma forma diferente. É na questão de você querer aprender. Não uma obrigação, como eu falei. Não Tipo assim, um professor fala assim, ãh ãh eh no passado ele falava assim, você vai ah eh ter que aprender dar tabuada de cinco. Aí você se preocupava, ai porque eu tenho que dar tabuada, porque o professor falou que se eu não desse, eu ia ficar eh de castigo, pensando. E hoje em dia não. Hoje em dia você eh busca um aprendizado, mas de uma forma que você quer aprender. Não que seja uma obrigação, que seja obrigado. E eh eh
nesses dois anos e meio... o o Instituto Museu da Pessoa manteve um um contato com a instituição de vocês através da da da área de formação né? Uhum. Uma das coisas que mudou, você já disse, foi essa introdução do hábito de leitura para as crianças né?
Uhum. O que mais mudou? Ah, mudou muita coisa. Mudou a forma, o tratamento das crianças. Tipo assim, que eh a gente não via a criança como uma uma capacidade que eles tinham. Tudo era a gente que fazia. Hoje em dia a gente sabe que eles são capazes de fazer. A autonomia da criança também. Que a gente não dá... Eh não não não dá não era dada a autonomia para a criança dele querer alguma coisa ou deixar de querer.
E e você mesmo após... Quan quando que acabou esse projeto, digamos, de formação na instituição?
Eu acho que foi em dois mil e cinco. Dois mil e cinco.

Mas você manteve contato Com o Instituto Museu da Pessoa? Com o Instituto Museu da Pessoa? Mesmo após o final da
Mantive, mantive.

Olha, vai ter curso tal, é bom para vocês, para vocês se atualizar, vão lá. o contato, continuou. Continuou.
E continua ainda
né? E continua.

E uma vez por mês.

Ensinou também eu fazer culinária, ensinou que as crianças são capazes de fazer sim, basta dar oportunidade para eles.

ah, uma lição de sabedoria, que eu tenho eu eu aprendi muito, que eu tenho uma um eh que eu aprendi, um aprendizado bem bem maior e um um futuro brilhante, que eu espero. Ãh
Nós estamos caminhando já para para o final do Eu queria saber se você quer falar algo que talvez nós não tenhamos perguntado, algum assunto que a gente talvez tenha deixado passar, ou que falou muito rapidamente, você gostaria de pontuar? Ah eu, eu só queria fa eh

Porque eu até então eu não tinha esse aprendizado na prática.

Tudo que ela que ela levou de aprendizado, eu absorvi. Eu agradeço muito a ela por por eu ser o que eu sou hoje, eh como educadora, do aprendizado que ela me trouxe, do ensinamento.
E nós estamos quase no dia dos professores, né? Uhum. Estamos chegando aí ao dia. <laughs> Uhum. Ãh Você gostaria de deixar alguma mensagem?
Para os professores que... Ah, eu gostaria que os professores se dedicassem, tivessem eh ânimo, que é uma profissão meio que né, desvalorizada, <laughs> mas que tivesse ânimo, que sempre estivesse buscando entendimento e aprendizado. E que tivesse um bom dia de professores.

Então, para finalizar, eu queria que você contasse para a gente como você se sentiu ao dar esse depoimento.
Eu me senti muito bem, valorizada <laughs> em dar minha, em dar meu depoimento e que é a realidade da minha vida, a minha trajetória. E eu me senti muito bem, à vontade. Vocês são um amores, hum, me deixaram à vontade. Então, tranquila.

Obrigada.
Feliz dia dos professores, obrigada, para você. Desculpa alguma coisa aí, se não... <laughs> Imagina, e que você continue por muitos e muitos anos educando, uhum, essa criançada aí.